Na época, eu tinha quatro, três para quatro anos.

Ali nós moramos dezoito anos, sabe?

Conhece o Rio de Janeiro? Conheço.

Foi o melhor cassino que tinha no Rio de Janeiro.

Então aquelas mulheres chegavam comigo e diziam, ei gringo, o neguinho disse para mim, leve isso aqui. Vai levar esse recado ali para mim levar.

Naquele tempo tinha aquelas moedas de cinquenta reais, cinquenta centavos, cinquenta réis

Está bom. Aí, um dia eu perguntei.

Mas eu sempre estudava, sabe?

Você sabe que tem que ficar de baixo de pé de pai e de mãe não é bom, né?
deixa deixa eu entender. Então seu pai era americano?
Era americano, ele veio para cá no tempo da guerra.
E aí ele veio para cá para fugir da guerra?
Fugiu da guerra, fugiu da guerra. A Inglaterra era um país a favor a favor do Brasil, era a Inglaterra. Veio pela costa da Inglaterra. Para passar na Argentina era inimigo, era a favor da Alemanha. A Argentina era a favor da Alemanha. Entrou. Quando a guerra estourou mesmo, só Getúlio Vargas mandou matar cinco mil alemães ali.

Dava cinco horas da tarde, você já não via mais nada. Estava tudo escuro. Não tinha negócio de ir Vai no mercado, vai de dia, porque a polícia não deixava. De jeito nenhum. Então ela dizia para mim.

Eu digo, que diabos é essa educação naquele tempo? Era muito rígida, né? E eu ficava assim pensando... Fazer sexo. Que diabo é sexo, meu Deus? E um dia ela me disse... Deu com a mão assim para mim e disse... Eu vou te dizer o que é Para que serve isso Já era camisinha Olha que já faz quase setenta... Uns sessenta e cinco anos, hein? Então hoje a mulher só tem muito filho que se quiser. Aí... Ela abriu a caixa. Estirou. E disse, olha, isso aqui é para tu, quando o rapaz está na posição, o médico coloca isso aqui para você fazer isso. Hoje, uma criança dessa, se vê na televisão, a televisão mostra o bom e o ruim, não é? Por mais que você, por exemplo, é casado ou não, mas que tem uma filha ou filha que queiram botar num regulamento que você foi criado, hoje você não pode fazer mais isso. Porque a televisão te tira, tira toda toda a possibilidade de aquela pessoa ser uma pessoa super aprendizada.

Está encurtido daquele abraço, daquele beijo que ela viu na televisão. Uma pessoa com revólver na mão, metralhadora na mão, outro com a faca, outro dando droga para outra. Fumar. Então isso tira a virtude das pessoas.

Tira. E aí ela te ensinou como é que usava a camisinha?
Era como usar a camisinha. E já existia injeção também. E o comprimido. Você vê como a coisa já não é tão tão tão
Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, da sua infância, você viveu três anos nos Estados Unidos? É. Você lembra alguma coisa de lá? Não. Nada, nada.

Nem a casa, nem como é que era?
Nada, nada, nada. Por isso que eu sempre disse que eu nasci lá e não tive o prazer de conhecer nada, porque a guerra não deixou. Meu pai veio logo, né. Ele disse, achou que ele ele fugindo da guerra, partiria em busca de uma nova pátria. Então essa nova pátria é o Brasil, né? onde eu fui criado e amo essa, porque aqui é que eu fui criado, aqui é que eu estudei, aqui é que eu aprendi a viver, aqui foi que eu fui criar minhas atitudes, aprender a respeitar os outros, a dignidade dos outros, não é? Saber o que era bom ou ruim, se estou vivo hoje, porque eu tenho três inimigos no nosso corpo, que é a língua, os olhos e o nariz, quer dizer, os ouvidos. Se a gente não tiver um controle na língua, morre cedo. Eu estou vivo porque eu aprendi. Tanto é que meu pai, quando eu saía para rua, meu pai dizia, você já foi lá no mercado com o pau cadeado? Para passar na boca? Era. Não, pois é bom. Quer dizer, eu respeito que os pais tinham de passar o que era bom para os filhos, sabe? Que se não fosse isso, talvez a gente tivesse morrido. Eu fui um grande fumador, fumava cigarro, ou bebia. Mas quando eu achei, quando a minha mulher, quando eu vi que, por exemplo, a bebida ia me prejudicar, o que que eu fiz? Tomei uma atitude de não beber mais, porque eu estava sabendo que eu estava colocando a minha vida em risco, entendi. E eu larguei de fumar e larguei de beber. Se a pessoa souber o que é bebida, ou o que é o que é o fumar, ele não fuma. Porque só aquela fumaça está transmitindo um veneno para as pessoas.
Você falou do seu pai, de muito respeito, e o O seu pai, ele fazia o que nos Estados Unidos? Ele era soldado? Ele era militar. Ele era militar, ele era militar. Ele fugiu para não ter que ir para guerra?
Para não ter, e de todo canto você vê hoje, você vê você vê uma coisa, uma coisa muito simples hoje, que é o futebol. E tem aquela guerra, não viu a França agora, que não teve aquela guerra, de nada, aquele negócio do treinador expulsar fulano, fulano?

Pior que isso é uma guerra. Porque quando você é um militar, você assume você assume uma responsabilidade com a sua pátria. Com a sua vida não, porque você é o escudo de guerra, não é? Então você vai assumir com sua com sua pátria. Você vestiu a sua farda, você já está empenhado em defender a sua pátria. Então, o que que acontece? Se houve oportunidade de ele fugir, ele fugiu. Veio pela costa da Inglaterra, fugiu. Não foi só ele, foram milhares dele.

aqueles que já até morreram, porque não queriam, talvez achavam que uma guerra é verdadeira mesmo, cruel, e é cruel mesmo. Você só vai entrar e não sabe se volta. É a mesma coisa de hoje, se você pensar, analisar o que é a vida hoje, por exemplo, então nós três aqui, você tem dinheiro, ele tem, eu tenho dinheiro, nós vamos para rua. Mas ninguém sabe quantos bandidos estão nos olhando, visando nós ter dinheiro para depois dar um um quebra-galho em cima de nós e matar um de nós para tomar o dinheiro. É que nem uma guerra. Chama-se uma guerra, uma guerra foi de sangue e essa de hoje é uma guerra de armamento de sangue. Porque você sai de casa, não vai para uma guerra, você vai se divertir. Mas o bandido vai atrás de tirar tua vida <coughs> por causa do dinheiro que tu tem no bolso. É isso.

O que que você lembra do seu pai? Como era o seu pai? Meu pai era preto.

Minha mãe também era preta. Tanto é que eu sou eu sou. Em nosso sangue tem a África no meio. africano. Então, acontece o seguinte, eu até, muitas pessoas dizem assim, poxa, mas por que que o mundo tem tanto branco e tanto preto? Mas foi Deus que quis.

Eu não sei se foi eu que quis ser preto, ou foi minha mãe que quis ser preta, ou foi meu pai. Porque hoje, <coughs> você vê na parte na parte de quase todo mundo, hoje tem preto. Por que é? Porque ele parte em busca de uma nova etapa de trabalho, um mercado de trabalho. Ele se forma, O mercado de trabalho não tem para ele, ele procura outros países que abraçam ele. Não é com o mercado de trabalho.

Porque aquele mercado de trabalho que ele estudou, se formou, ganhou uma faculdade, não abriu as portas para ele. Então ele vai procurar. Sabe falar espanhol? Sei. Tem um dólarzinho no botão, então vamos partir para outro país. Esse é que é o jogo, né?
E a mãe do senhor? Também. Ela fazia o que? Ela era americana? Era doméstica.
Era doméstica. Naquela época não tinha tempo para você procurar trabalho. Segundo meus pais diziam que não tinha tempo para você procurar trabalho. Ou você dava o seu jeito com sua família. Cansei de ver meu pai comprar naquele tempo, não sei o tanto que era, mas não passava de quatro pães, não é? Para nós aqui e acolá, você não podia dar muita cara na rua. O país estando em guerra, você não pode estar transitando como hoje, você vê um país livre que nem o Brasil, né? Carro para todo cano, mas sai uma guerra para tu ver uma coisa. Como todo mundo trata de vir cedo para casa, trata de fazer seu ranchinho de sábado para domingo para passar uma semana sem dar as cara da rua, porque sabe sabe Não vê o que aconteceu nos Estados Unidos? A turma do explodiram aquele hotel. mas já apareceu outro Isso é uma coisa que nunca vai será descoberto. Sabe por quê? Porque o mundo evoluiu muito. O mundo do capitalismo aumentou muito. É um país capitalista, ao mesmo tempo, ele tem uma democracia fechada, sabe? E assim deve fazer o Brasil. Acabou com essa democracia podre que nós temos, que essa democracia para nós não vale nada. Ela só abre as portas para corrupção, para banditismo. Se hoje, por exemplo, tiver um candidato dizendo, eu sou a favor da democracia, eu digo que ele é mentiroso.

Porque ele não vai tratar dos bens dos outros, ele vai tratar dele. E você está vendo aí na turma do mensalão o que foi que fizeram. Roubaram o que que quiseram, ainda tem muita gente que apoiou. Você lembra do Collor de Melo? Sim.

Eu acho que o povo brasileiro tem que fazer o seguinte, nós de modo geral, tem que aprender a votar, valorizar a sua pessoa, ter sua atitude, votar em quem de fato merece o voto. Não é porque o cara é bonito que é rico que vai votar nele.

Olha aí. E eu acho engraçado que depois que ele foi deposto do governo, se candidatou ao Senado e ganhou, ganhou. Veja só como a fraqueza do povo ainda não está bem clara a verdade deles. Vota num cara só porque é famoso. Se ele vai dar alguma coisa para igreja, ele vai querer ter o suor, querer explorar.

Então eu vou pedir para você descrever.

Casa de pobre. Como ela era assim? A nossa casa, de início, era cercada de papelão. Papelão, alumínio velho, tauba velha, como é até hoje muitos morros do Rio que eu conheço.

Estado de São Paulo é do mesmo jeito, não é?

Não é isso? Então, a cidade só mostra o lado O lado ruim não mostra para não desmascarar o prefeito. Dizer que o seu prefeito não olhou o lado que estava precisando olhar.
Mas conta para mim, naquele tempo, naquele tempo onde ficava a casa?

Era mais para pobre do que para rico. E continua a ser. Sabe por quê? Porque quem tem quem tem direito de fazer melhores casas no Rio de Janeiro ou em São Paulo, por aí, é só quem tem dinheiro. Prova é que o país é capitalista. Se você tiver tiver um milhão de reais hoje no banco, é aquilo que você vale. Quer dizer, muitos pobres dizem assim. Oh, meu Deus, eu queria que o senhor me desse uma sorte para me acertar na loteria <coughs> Desculpa aí. Para me fazer uma casa boa. E essa sorte não chega do lado dele. Sabe por quê? Porque ele só vai tratar de fazer filho. Não lembra que amanhã, ele ele não pensou no imprevisto. Ele imprevisto. segundo. Aí o filho fica chorando com fome. Precisa estudo. precisa roupa, tudo isso. Se eu te disser uma coisa para vocês, o Brasil ainda não está capacitado para ter democracia. Por quê? Você sabe me dar a resposta do porquê? Porque não tem educação. A nossa educação está muito frágil. A saúde está muito frágil. Então um país, para ser um país democrático, ter sua democracia, é preciso que ele tenha educação. Que a educação, um país democrático, se faz com com inteligência, com com educação. Certo. Não é? Porque como é que você vai educar seu filho que você não teve essa educação? Como é que você vai botar um filho no colégio que você não está acreditando no seu professor? Não sabe se ele está preparado para ensinar você, ou seu filho, ou outro qualquer. Se vê aí um bocado de professor, só vai num dia, no outro não vai, reclama de salário, reclama

Por que que o governo não cria um projeto para abraçar esses professores, para ter um bom ensinamento?

Se ele não tiver educação hoje, como é que ele pode ter, achar que amanhã o país dele tem uma boa democracia? Não pode, não é isso? Não pode Então nós precisamos, não é mais nada, é educação e uma boa educação, Você com educação, você tanto aprende, como passa por seus filhos, você passa por seus netos e bisnetos. E eles já vão passando <hesitation> de geração em geração. Agora, se você não teve essa educação, você vai passar só ignorância. Eu matei fulano em tal canto, eu furei fulano em tal canto, eu roubei de fulano, eu tive relação com mulher de fulano. Isso que vai acontecer. Você passou o que é bom? Você não passou o que é bom. Então isso que a pessoa tem que pensar. Democracia se faz com educação.
Agora, eu vou tentar, eu preciso que você me passe um pouco de... Eu quero tentar resgatar toda a sua história para gente chegar na crítica aqui no presente. Então, vamos tentar recuperar um pouco mais o passado.

E onde ficava a casa?

Meu pai veio de lá, em todo em todo em todo o país do mundo onde se olha. Se o país não tiver, por exemplo, uma estabilidade, por exemplo, na moeda dele, se for uma moeda boa, ele nunca sai da pobreza. Você vê o país estava embarcado, não estava? O país não estava emborcado, conseguiu sair. O Estados Unidos estava emborcado, o desemprego. Você nunca tem condição de comprar uma casa boa, porque o dinheiro não dá.
Mas o seu pai chegou aqui?
mão na flecha, outro no cano. Chegou de nada.
E era o seu pai, sua mãe?
Ele procurou, ele procurou os amigos dele, que de fato morava aqui, que eram também de, lá também morava fazia muitos anos, e que morava aí, primeira coisa que ele achou aqui, procurou foi o consulado, né? Está certo. Para poder dar um aval para ele, como ele deveria permanecer no país, enfim.

E tinham outros outros imigrantes também tinha

Era polonês fugindo, era americano fugindo. Porque guerra. Uma guerra o cara Hoje, por exemplo, se nós, por exemplo, sonharmos que amanhã nós teremos uma guerra, eu sou capaz de pegar uma canoa, botar a minha família num barco e levar para dentro do mato, porque sabe que ninguém vai me achar. Porque nós, nós quando nascemos, nós nascemos um um escudo do fracasso. Nós somos fracassados desde o nascimento da Nós somos escudos, né? Somos escudos. Quer dizer, se o país que deve abraçar a gente não tem uma democracia positiva, não tem uma educação positiva, você nunca sai do vermelho.
Mas me conta, pera, porque o senhor começou a me contar e eu não vou saber, senhor.

Vocês estavam bem?

Não, não, não, não. Não rolava. O que rolava era só sinal. Aquele que entendia o inglês, entendia. Aquele que não entendia, ficava para aprender. Fazia só dar o sinal. Quando não tinha um copo de café na mão, tu dava o sinal para ele, que queria.

Aconteceu, porque, conta para a gente.
Porque a minha família era pobre, sabe? Minha família era era pobre, como eu já falei para muitas pessoas, disse

A guerra, quem souber a palavra guerra, ela não é fácil. A guerra, você pode ter atitude, você pode ser uma pessoa de de uma boa família, mas ela te tira, te deixa estressado. Porque você, durante aquela guerra não acabar, você não tem sossego. Você vai sair de casa, você não vai voltar. Por mais que você seja um cara milionário, mas sabe que a sua casa a qualquer momento pode ser bombardeada. Você não está vendo o que está acontecendo com a enchente que está dando em Pernambuco, Alagoas, tudo aquilo? Mais de mil pessoas desaparecidas. Mais de quarenta mortes Aquela pessoa pensava em desaparecer? Aquela pessoa pensava a casa dele ia abaixo? Não pensava, né? Então hoje está tudo podre. opa, sexta-feira o Brasil joga, se vocês quiserem eu vou fazer um churrasquinho para assistir, mas já está tudo podre. Não é isso? Então essas que são as a a a coisas que o ser humano tem que aprender a conviver com com o que é bom e com o fracasso.
Mas naquela época você, por exemplo, coisa simples, me fala, você tinha que ir ao mercado e como você fazia? Meus pais. Seus pais que faziam? Meus pais que faziam tudo. E você tinha irmãos?

Tenho irmão. E vocês eram em quantos na casa? Dois.
Dois?

E vocês iam todos na mesma casa ou você chegou aqui com
Na mesma casinha, ali ali era como diz o outro, estourou a bomba, família espatifou para todo canto e todo mundo vai morar em um canto só. <laughs> Está certo. É. Porque, eu hoje eu vejo muita gente dizer assim, Tem feijão, tem arroz, tem carne, tem peixe reclama de bucho cheio
Mas me conta de antes, eu preciso saber de de antes. Hoje a gente vai vai falar de antes, vai vendo, vai ver depois. Sim, mas vamos falar de antes primeiro, porque porque eu preciso saber, é. Então seu pai chegou aqui, ele ele ia no mercado, ele fazia tudo, mas ele construiu aquela casinha E ele trabalhava, ele fazia o que? Meu pai era escultor. Escultor.
Então foi indo, foi indo, através, eu penso assim, através do consulado, abriram o brecha para ele trabalhar, entendi.

Eu, ele, outro irmão e minha mãe.
Mas vocês ficaram lá ainda dezoito anos?
Dezoito anos, já aprendi alguma coisa, aprendi lá estudando lá, no meio no meio daquela raça tudinho aprender. Se eu não, o que que seria de mim hoje? Porque você, por exemplo, viver no mundo de hoje ou do passado só de sinal não funciona. A vida não é sinal. A vida é criativa. Você tem que ser criativo e ter atitude para manter ela. Senão você não mantém ela.
E você viu o seu pai trabalhando? Como escultor, o que que ele fazia?

massa. Ele fazia, ele esculpia, essa Santos, imagens de Santos. Não Santos não, imagens de Santos, né?

<laughs> Fazia ele como ele é. Tem alguma imagem que ele esculpiu que você lembra? Tem não, tem não.

Trabalhar em garimpo de diamante lá. E lá, isso isso em mil novecentos e setenta, mil Quando aconteceu, nós caímos na mão da Farc colombiana. preso eram dezoito garimpeiros, caímos nas mãos da Farc Colombiana. Que a Colômbia é o seguinte, a Farc Colombiana, ela não quer rico, ela só quer pobre, só quer rico. E quando nós caímos na mão dele, que lá tem o Pico da Neblina, que é Colômbia para lá, Brasil para cá. E lá tem um contingente brasileiro, né? Na cabeceira do rio Traíra. Tem o rio Piranha também. Depois de vinte e poucos dias nós estivemos lá. Resolveram mandar nós embora. Comida era macaxeira pisada com com charque, é é Cará misturado com macaxeira, com carne seca. Tudo aquilo a gente batida no pirão para dar comida para nós. Isso tudo na Eu tive uma vida sofrida.

Na Colômbia. Eu tive uma vida sofrida.
Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, e o seu pai passou a ser escultor e sua mãe cuidava de vocês em Cuida, doméstica.

Porque, para dar de comer a filha do naquele tempo, era o seguinte, meu pai tinha medo de roubar. Minha mãe tinha medo de ser prostituta. Era o primeiro passo, né? Porque quando você quer ter uma atitude de não mexer no que é dos outros, não usar o que é ruim, você tem que procurar o lado Bom, não é E era o que meu pai fazia. Se hoje eu não sou bandido, É porque meu pai nunca me ensinou a ser bandido. Sempre me mostrou o lado bom. E eu mostro, eu dou meu documento para qualquer uma pessoa, botar na internet, botar onde ele quiser. O nome, graças a Deus.
E como era a sua relação com seu pai? Vocês se davam bem?
muito bem, sabe por quê?

Seu pai que dizia isso para o senhor? É. E é verdade. Porque, por exemplo, eu, nós chegamos hoje numa panela. Poxa, mas só tem três ovos cozidos. Nós somos um monte de homens. É. E como é que está o arroz? Está bom, e o arroz está bom, o feijão está bom. O que é que vão fazer com esses ovos? Nós vamos jogar fora para para não deixar ninguém comer? Não, não. Vamos dividir Bota um pouco de arroz, um pouco de feijão dentro, um pouco de macarrão, esbagaça ele aí dentro e bota duas colheradas para cada um. Para não ter briga. A vida é essa. Quer dizer, você não ficou com raiva de mim e eu nem fico com raiva de você.
E era assim na sua casa?
Era assim na casa.

jeito básico, não tem. Porque é cidade grande, por exemplo, e só mostra o lado bom. E mostra o ruim quando é tiroteio com bandido.

A relação, o seu irmão, você tinha um irmão mais velho?

E como é que era? Vocês brincavam? Não,
Não, não, eu mais o meu irmão, é o seguinte.

E nós temos que fazer todo mês de se unir para ver se no futuro nós temos progresso. E eu botava aquilo na cabeça para pensar o que era isso também. Aí eu conversando um tempo com o meu irmão, ele ainda não tinha família, eu digo, olha, é o seguinte, você vai arrumar uma família? Vou! Você já fez um bom planejamento para você arrumar uma família? Não. Pois faça. Vem cá, nós iremos conversar sobre esse planejamento. Você procura uma mulher que essa mulher, de fato, goste de você. Nunca procure uma mulher que seja rica para casar com um homem pobre, porque ela serve debaixo dos pés dele.

Seu irmão falou para você Eu falei para ele
É. O que eu faço é isso. E você, antes de casar, faça o seu planejamento familiar. Não encha a casa de filho, porque filho mais tarde só dá dor de cabeça. É problema. Meu irmão ficou assim... Até começou a chorar. Eu digo, não. Você vai aprender um Você é mais velho do que eu. Você vai aprender. Você está vendo esse monte de menino dando trabalho para os pais aí na droga, bebendo cachaça, dando porrada nos outros? Assim será o seu, será o meu, se eu não tiver um planejamento para educar eles.
Está certo. E na infância, o que você lembra da infância de vocês?
Olha, praticamente, nós não tivemos essas infâncias, porque no tempo, naquele tempo era era a lei do cão, sabe? Ou o filho respeitava o pai, ou o pai respeitava o filho, então não morava nenhum com o outro.

Porque, por exemplo, nós estávamos em pé de guerra, naquele tempo éramos pequenos, e nós tínhamos que nos unir para vencermos na vida, para ser o que eu sou hoje, para ser O que é isso? Está vivo. Porque só no ponto de vista de que você está vivo, tem o direito de estar palestrando, conversando, dando uma uma entrevista com uma pessoa, você tem que ver, agradecer muito a Deus por aquilo que você já passou, que o passado não pode lembrar muito não, porque dá dor de cabeça às pessoas. Então, o que nos importa hoje para nós, no meu ver, é o futuro nosso. Hoje, eu estou vivo e vou rezar para que amanhã eu esteja vivo de novo. Agradecer o dia de Jesus Cristo por mais um Acho que é o negócio da gente hoje, é isso. Certo, e
Mas e aí, quando vocês eram crianças, vocês trabalhavam desde pequenos?
Não, nós não trabalhávamos. Nós fazíamos só trabalhar. Quando nós chegávamos no trabalho, ia ser de prostituta.
<laughs> Vamos conversar um pouco disso então, como é que era a primeira Quando você começou a trabalhar no cassino?
Olha, eu comecei a trabalhar no cassino já já era um garotão de nove anos, oito para nove anos. Meu pai dizia assim, olha, é bom vocês procurarem tra trabalhar, senão amanhã nós não teremos o suficiente. Então custava para mim dar um recado naquela época, para uma pessoa, cinquenta centavos, o que é hoje, quinhentos réis. E aí o meu irmão tinha que se virar, porque ou se virava ou passava fome.
E como você conseguiu esse emprego? Através das prostitutas. Você foi lá e falou com não, é

E um ensina o outro. Olha, a vida é essa, é essa, é essa. Eu vendia droga para os outros sem saber que estava vendendo droga para os outros.
Isso quando criança ainda? Quando criança ainda. E aí, qual foi a primeira prostituta que o senhor começou a trabalhar com ela?

Eu sempre dizia para eles que família é problema. Sempre disse para eles que família é Não é porque você acha uma mulher bonita, que você vai encher a casa do chão. Você tem que pensar do imprevisto da manhã. A educação do filho, a roupa do filho, o calçado do filho, a alimentação adequada poxa a vida, o meu filho hoje está está bonitão, está bem vestido, está bem calçado, porque eu tive a atitude de ser um bom pai.
Mas me fala me fala um pouco do do trabalho com a prostituta. Você já contou a história da camisinha, é, mas eu queria que você contasse outras histórias com ela. Primeira vez que você foi trabalhar, como é que foi? Não, ela
Ela dizia para mim assim, neguinho é o seguinte... Ela te chamava de neguinho? Aquelas prostitutas, elas me apontavam. Tinha noite que elas saíam comigo, que naquele tempo não era proibido. Menina, naquele tempo não era proibido. Elas saíam com nós, né. E comigo. Aquele ali é aquele ali é vereador, aquele ali é deputado, aquele ali é comerciante, aquele ali é pequeno empresário, alto empresário. Então, quem tem dinheiro não vai estar de <inaudible> mulher fracassada. Não é?

Ali não entra mulher de qualquer mulher que ali não. Só entra mulher rica

Como é que ela assim?
Ela não era gordona, não. Era uma mulher cheia de corpo e famosa, era bonitona ela Como é que ela se vestia? Vestia muito bem. Vestia muito bem. Tanto é que ela tinha boa clientela.
Descreve para mim ela. que

cabelo liso. vestido. Cabelo meio, o rosto meio fino. Mas ela gostava de nós, porque quando quando quando ela vivia com os nossos pais, nós nunca aprendemos a ser mal criados e dar mal resposta para os outros. Isso é o primeiro sinal. Porque eu sou o seguinte, eu criei essa minha filha, criei meu filho tudinho, mas eu cansei de dizer para eles, que eu não gosto de mal criação. Não gosto de ver na porta dos outros. Porque o o mal entendido existe por todo canto. E às vezes você conta uma história para uma pessoa desse tamanho, ele estica ela. Quando chega lá na frente, está a guerra feita. Lá vem problema para cima de você. Então foi dessa maneira que eu aprendi a a para mim ser hoje, que eu sou um ser humano como o outro qualquer, foi sofrendo, apanhando. Apanhando não é dizer que apanhou dos, apanhou da vida. Que a vida nos ensina o bom e o ruim.
E aí quando criança, com nove anos, você aprendeu muito. Aprendi. Como é que era a primeira vez que você foi no cassino? Você lembra? A vergonha. vergonha? A vergonha. E como é que é?

A vergonha era o seguinte, porque você não tinha intimidade com aquelas pessoas que se achavam ali dentro. Pessoa bem palitosada, com um carrão na porta, né? Você sabia que era um grande empresário, ou pequeno empresário, tinha uma empresa, tinha família, eram uns caras de, bem situados. Que que acontece Você, como menino, como menino, ia chegar assim e e dar um recado para ele, como se fosse uma pessoa que tivesse uma intimidade com eles.

Então você chegava por ali acanhada e tal, por ali, e até que, olha, fulano de tal. Ele, foi você foi? Eu já meti a mão no bolso e me dava quinhentos.

Todas aquelas mulheres solteiras

E o cassino, eu nunca fui no cassino. Como é que como é que era esse cassino?

Aquilo era era a entrada e saída por todo canto.

Luz por todos os cantos. Tinha mesa, mesa, tinha tudo ali dentro. Garçonete bem preparadinho. Aquela gravata bem curtinha. Tinha um de pega calango <laughs>
E qual foi a coisa mais diferente que aconteceu?
A coisa mais diferente que eu achei é o seguinte, é você ter vontade de uma mulher e não ter dinheiro para transar com ela.
Isso acontecia?
Acontecia. Acontecia, porque você quando atinge uma certa idade, Você está está na idade de de de procurar um ambiente que vai satisfazer a a tua necessidade.
E aí era menino que ia?

E o pinto, com vergonha, eu tirava a roupa, olhava aquele negócio aí, eu ficava todo ac, acanhado, acanhado, e ela já tinha pago para Tem uma coisa, é uma fruta que você comeu pela primeira vez, você não esquece mais o gosto dela. <laughs> É, rapaz! É isso, tudo já sofri na minha vida.
E essa foi a primeira vez que o senhor ficou Aí, depois, essa mulher... Lá no cassino mesmo. Tinha quarto?

Que loucura.
Eu fui criado dessa maneira. Tanto é que hoje, eu olho para certas molecas aqui, um dia desse, uma moleca chega comigo e diz assim, caramba, tu é aposentado, me empresta vinte Mas por que que eu vou te dar os vinte conto? Depois nós faremos um programa lá contigo. Digo não, sabe por quê? Porque eu faço um programa com você, e depois você dizer, vai boatar aí que faz um programa minha mulher. E sabe, a minha mulher vai me largar porque eu tenho mulher em casa e fui buscar da rua.
<laughs> está certo.

Você chegar aqui, como chegaram ontem, perguntar quem é o carioca, todo mundo aqui me conhece. Sabe, quem sou eu. Agora

E você pode ir em qualquer canto desse aqui. Esse comerciante que está ali, ele cortou seringa na mesma região que eu cortei. Esse ali.

Trabalhou na mesma região que eu trabalhei. Foi comprar borracha minha. Mas o que é que faz isso? Porque, por exemplo, o cara que não tem o saber como eu não tinha, e não tenho mesmo, que a gente vai aprendendo do dia a dia, aprende com o sacrifício da vida. Às vezes você não quer fazer uma coisa, não sabe, não quer fazer, mas você chega com humildade com o companheiro, ele te ensina, e você toma gosto do trabalho, porque você achou, além de um companheiro, um pai que te deu aquela tua mãozinha para você aprender alguma coisa na vida.

Comprar uma roupa boa para mulher.

Porque a situação não dá mais se você for um cara humilde, porque não existe coisa melhor no mundo de que você carregar uma maleta cheia de humildade. Se você não for humilde, você não tem nada na vida.
Isso tudo você aprende de criança.
Aprender a roda da vida, aprende... E sendo humilde, como é que o seu pai... O seu pai deixou você trabalhar no cassino?
Ele sabia?
Deixava, porque meu pai vivia no no ato de pobreza Meu pai não era rico. É aquilo que eu digo para vocês.
E o seu pai não ia junto? Não, não.
Meu pai dava um jeito dele para outra Tem muita gente que diz assim, eu vou para os Estados Unidos. É, você só fala inglês?

Você fala espanhol?

O que que você vai fazer lá? Porque Porque que hoje no Estados Unidos tem quatro milhões e pouco de brasileiros lá dentro? Sabe o que é? Moeda forte. Ele pega, ganha, passa um ano lá, juntando dinheiro. Chega aqui, vai no Banco Central, transfere em real.

Naquele tempo existia pobreza, mas não era tanto como existe hoje. O povo migrou muito, o povo do Nordeste, migrou muito.
Você tinha amigos lá?
Bom, amigos a gente não pode dizer que tem, <laughs> porque hoje amigo de manhã, de tarde não é mais.

Com quem você falou
A nossa intimidade. A nossa intimidade era mais... Porque quando nós trabalhamos um trabalho sacrificado, como é a vida de quem está noturno, né? fazendo aqui de papel, bem dizer, quase de prostituta, ali você tem que pegar amizade só com os grandes, sabe? Porque com o pequeno você dá pouco tempo.

Porque você não vai dar a sua liberdade para outro pobre igual você. Porque você sabe que ele lá não tem... você não tem nada e ele nada tem para lhe dar para você.

Tinha, tinha amigo, mas é o seguinte, oi, falou como você e acabou, Era conhecido. Conhecido, né? Amigo, conhecido, né?

Porque lá ninguém mexe com a vida dos outros. Lá ninguém quer saber se tu é pobre, se tu é branco, se tu é rico. Ninguém quer saber disso, se tu é mafioso ou não. Tu cuida da tua vida e eu cuido da minha. Lá é desse jeito.
Agora você começou a falar que a gente não desenvolveu. O senhor chegou a vender droga sem saber como é que foi a história Mas como é que aconteceu? Chegaram para você e
Tu pega assim, tu leva esses dois pacotinhos aqui, era em caixinha. Você pega essa caixinha e entrega para fulano. Quantos anos você tinha? Eu tinha na base de sete para oito anos. Eu não sabia o que que tinha lá dentro. Eu levava, o cara me dava dinheiro e entregava.
E sabia que ele era traficante?

O problema é esse. E vocês corriam perigo na comunidade? Tinha Tinha tiro.
Tinha tiro. Sabe por que que eu tinha tiro? E vestido do mesmo jeito que hoje é, porque naquele tempo não era tão evoluído e já tinha essas coisas, mas hoje, hoje está dobrado, sabe? Está certo. Hoje você olha para o outro, alô, tem, não tem esse negócio de está sentado na porta dos outros, curtindo a vida dos outros, não tem isso mais lá. Acabou tudo. Lá é o seguinte, se você tiver um teto para ir para debaixo, se não, você vai para abrigo, vai morar debaixo da ponte. Porque ninguém vai dar oportunidade para você.
Agora me fala uma coisa, você então dos nove anos para frente trabalhava de noite no cassino? Trabalhava estudava?

Eu trabalhava mais da noite, estudava.
Estudava e ia para escola? Para escola. O que que você lembra da escola?
A escola, eu me lembro da escola porque sem aquela escola e aqueles professores e a minha vontade, se eu não tivesse eu nada tinha aprendido.
E você, qual era a escola que o senhor frequentava? A escola municipal. A escola municipal. Você lembra de algum professor?
o professor era o seguinte, De manhã tinha um professor, de tarde tinha outro. Então, cada um tinha uma matéria a assinar. Então, quando você tem uma vontade de aprender, tem uma atitude para crescer na vida e ser alguma coisa na vida, você tem que ter a oportunidade que lhe dão.

Ele vai trocar a fita

O que mais você lembra da escola?

Meu pai fazia isso, porque para de noite ganhar nosso troquinho, para no outro dia ter o pão de cada dia.
E faltava comida na casa de vocês?
Não todo dia, mas tem dia que ela estava meio racionada e ela precisava de dar os pulos da gente. Porque não há vida daquela que, por exemplo, nós vivemos, vivimos naquela época, nós tínhamos que sair dali.

E pobre que as casas, se meter o dedo, dá para varar para o outro lado. Certo Então, como é que ficam as pessoas daqui, saneamento básico, sem crédito muitas vezes para comprar, o que que vai

Por causa da pobreza, companheiro, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, viver aqui de droga, eu vendia, porque eu sei de onde ela vem e sei quem traz e sei quem vende aqui. Aqui tem oitenta e
Não, é? Vamos voltar, vamos voltar. Então você trabalhou você trabalhou no cassino até quando? dez anos Até os dez anos, aí ficou um ano Lá, lá você teve sua primeira experiência e aí você saiu por quê?
Porque eu queria outra vida.
Queria trocar outra vida E aí você saiu de lá para fazer o quê?
Não, porque quando você enjoa de um trabalho, você acha que aquele trabalho não está te rendendo nada, é claro que você tem que tomar uma atitude e procurar outro meio de vida. Porque eu lembro naquele tempo, que a nossa família não não era, da situação que era, para comprar, para o meu pai comprar uma calça para mim, minha mãe comprar uma camisa para mim, dava trabalho. É. Embora nós tínhamos apoio, que o consulado, meu pai sempre aqui e acolá lá no consulado, caía alguma coisa para ele, mas o meu pai era desse também, chupava um pouquinho, sabe? Ele gostava. E eu também, eu era pequeno, não podia dar palpite na vida dele.
E aí você saiu dos dez anos e foi fazer o que depois?

Dos dez aos dezoito anos o senhor só estudou? Meu pai

Todo mundo tirava sarro da minha cara. Falava direito, filha da puta, eu não sabia o que era. Era só na base do sinal, sabe? Falava muito ruim, eu já ia entendendo aquilo. É assim, puxava. É assim, para fazer isso assim.
Mesmo com dez anos?
Era assim, era desse jeito, porque o idioma mais ruim de aprender é o português, rapaz. É o português, não tem outro não.
E as pessoas sabiam que você era americano?
Sabia, sabia porque é o pelo sotaque que você tem. Até hoje tem ocasião que eu ainda falo ruim. Aqui, no meio meio deles.

Sua primeira experiência foi com dez anos.
A primeira vez que você... Adolescente naquele tempo não tinha vez. Como não tem vez hoje.

Por isso que eles sempre usaram droga. Sempre ficaram na armadilha da polícia, porque não tinha como viver de outra maneira. Por isso que eu digo, eu disse, coloquei ainda agora, um país que nem o Brasil, que é um país capitalista, deve, antes de mais nada, ter uma educação. Porque sem essa educação, sem a saúde, esse país nunca acaba com isso. Você vê? Você vê os filhos seus, os irmãos seus, no mundo da droga, com vontade que ele saia daquilo, que aquilo não é vida.
Na casa de vocês, vocês não tiveram problema com droga? Não, não, não.

Tinha uns colegas meus que chutavam. Eu digo, o que é isso aí? Isso aqui é crack, isso aqui é maconha, isso aqui é cocaína.

Naquele tempo eu ganhava oitenta mil reais por mês. E eu não quis.

Porque eu tinha que passar dois meses, ele me treinando no meio dos grandes, para depois, quando eu vim encontrar alguém lá, colocar na mão deles. Sabe o que que ia acontecer comigo? Que eles iam me matar e me jogar na água. para não descobrir para outros, que droga tem isso.

Olha, o que mais eu fazia ali dentro, eu, eu sempre procurei ser um cara, por exemplo, ser dono de mim mesmo. E procurar trabalhar para ter o que é meu. Então eu fui evoluindo ali, tendo conhecimento daqueles outros acolá, a trabalhar. Fui ajudante de pedreiro, fui ajudante de carpinteiro, tudo isso.
Você ia na praia?
todo dia. Como é que era isso? Era todo dia, ali era o seguinte Praia, é o seguinte, se você não está acostumado a ver ver mulher de tanga ou mulher pelada, ou ter um companheiro com altas ideias, você não vai para a praia. Porque você não aguenta. Botafogo, por exemplo, até a praia de nudismo, né. Copacabana são cinco quilôme Naquela época já era pra Há, tinha isso... Para Copacabana, o que é?

Ali, né? As praias eram com, eram só praias antes? Era só.
É só praia. Não é o que é hoje. É o que ela é hoje. Não mudou nada. Então ali você pega, ia para debaixo do daquele. Você sentava ali com a molecada ali.

Daqui acolá dava um mergulho

Porque a vida é só gostosa quando você tem liberdade para curtir ela.
E que outras coisas vocês faziam? Que outra liberdade você tinha? Futebol. futebol? Futebol. Jogava aonde?
Eu era pelado de praia.
Pelado praia?
Pelado de praia. gostei de jogar, bater uma bolinha. E todo o tempo fui flamenguista. E foi em algum jogo do Flamengo? ah, ah A Copa do Mundo de cinquenta A Copa do Mundo de cinquenta É, é, no Maracanã Eu comprava o Jornal do Brasil e botava quase embaixo daqueles carros. Tinha Copa do Mundo. Copa do Mundo de Copa do Mundo de cinquenta, eu já tinha quatorze anos. Copa Jornal do Brasil. Estendi no cimento, puxar rolo, para não perder a vaga.
E aí você ia assistir o jogo? Assistia o jogo. Lá no Maracanã? Maracanã.
Na beirada dele. O avó dele era cheio de casas ali Não era só eu que dormia ali não, era muitos. Terminava o jogo e ia dar o meu jeito para casa <laughs>
Dizem que você trabalhou de auxiliar de pedreiro, auxiliar de marceneiro <coughs>

conserto Eu tenho só uma serrote aqui, eu tenho três serrotes. sabe o que é? eu nunca gostei de depender de ninguém Eu sempre gostei um pouquinho.

A queda de samba, de bolero, de tango, de valsa. E e essas coisas não mudam nada.
Gafieira.
Gafieira, já tinha Gafieira.
E o senhor dançava?
Dançava, sempre estava dando meus pinotezinhos por lá. Orlando Silva, aquele o Dick Farney, Orlando Silva, o Nelson Gonçalves, o o Galhardo, Francisco Alves.
Isso era o que tocava nos bailes? É. Como é que era um baile? Fala de um baile para gente. Quem nunca foi num baile?
Olha, ali era o seguinte. Eu não te conto muito bem sobre isso aqui, porque quem é adolescente, aquele tempo, não Mas só que a gente fazia, só, ficar focando, sabe? Ali era abraços e beijos para todo canto e vamos para fazer o serviço e acabou. É. É <laughs> só isso aí.

Olha, eu para mim, se eu pudesse, eu não saia de lá. Sabe por quê? Porque quando você tem um país que você adota aquilo como seu pai e sua mãe apareceu e você gosta, você tem a probabilidade de zelar por aquilo. Porque é a mesma coisa. Se eu crio essa galinha, essas galinhas aqui, e plantei esses pés de árvores, porque eu quero ter um sossego, eu quero ter um sossego, eu quero ter sombra em minha vida. Quando eu estou com fome, um pego uma, mato minha sede, mato minha fome <laughs>

Gostava, não gosto.

O que que você mais gosta? Praia, futebol. A praia.
Foi a primeira vez que você viu o mar?

<laughs> logo é está fazendo um bocado de ano. Estava fazendo bem, porque eu era solteiro naquela época.

E... Eu tinha dinheiro.

Não vai olhar aquela mulher não, porque as mulheres são tudo de tanguinha nas praias. Cuidado. Não vai ficar olhando muito não, porque lá ele raspa aquilo tudinho e chega a ficar azul, né? Piquinho aqui, bem arrumadinho. Você não vai ficar passando pano muito não, porque elas vão te chamar de trouxa.

Lá estão duas moleconas com guarda-sol com a perna lá em cima, outra para acolá Os caras tudo de fora. Ele já passou por, ficou grilando. Aí a mulher olhou assim para ele e disse, você não é daqui, não? Eu disse, não. Ela logo vi, porque você está mirado, olhando para isso aqui. Você não passou por isso aqui? <laughs>
É, rapaz! <laughs>

O senhor, mas então o senhor teve que sair.
Eu cutuquei o cara.

Eu fui cutuquei, rapaz. Eu não te falei, rapaz. Porque ninguém repara mesmo, né? Você passou passou o pano e vai passando, né? A não ser que você leve as coisas, né? Tudo bem. Mas aí você vai lá, quando elas querem enfrentar você, ele vai lá, se declara, chega e corre em cima. Lá a mulher não tem medo de enfrentar o homem.

Não tem não, agora me fala uma coisa, o senhor teve que sair do Rio de Janeiro por quê?
Porque a procura de uma vida melhor, né? Porque Por exemplo, se eu tivesse vivido a vida aqui, talvez eu fosse um bandido. Incentivo não falta não, fosse um bandido. Então eu não queria isso para mim, esse esse negócio de ser bandido para o meu lado. Eu queria sempre o melhor, porque o sentido melhor de eu querer é que eu pensava de ir mais tarde, futuramente, arrumar família. E o lado bom ia passar para eles como passa a todo tempo. Você só aprende a a a conviver com o sofrimento quando você é atacado por ele. Se você Não passou fome, não passou sede, não passou viver suminu. Você não aprende a ter outra atitude. Você não tem coragem de procurar outro meio. Vocês não são profissionais hoje? Vocês não são? Porque vocês tiveram a atitude para fazer isso. vontade de fazer isso. Senão vocês não estariam aqui hoje.
Agora me conta uma coisa. Qual foi a oportunidade que surgiu? O que que aconteceu?
Aconteceu porque os outros viram meu sofrimento. E eu sempre fui humilde, sabe? A única carga, a única bagagem que eu carrego e não fecho a mala nunca é para minha humildade. E eu posso estar amanhã podre de rico. Sou o mesmo que sou hoje.
E você saiu do Rio de Janeiro para ir para onde?

Você foi convidado?

Meu pai foi que veio para Amazônia e nos trouxe.

Essa estrada de ferro, que naquela época foi o que convocou o povo para cá, para vir para cá. Tanto é que eu tenho um papel aí, um jornal, que fala sobre isso aí todinho.

Estão velhinhos já.

Porque naquele tempo, quando a guerra surgiu, era tal da coisa, esses soldados aí, esses esses seringueiros, esses arigó, era arigó chamado de arigó. Chamava de arigó porque?

E meu pai veio muito tarde, para aprender como era a situação. Tanto é que quando meu pai veio para cá, você veja, essa cidade aqui já estava quase toda pronta. Os ingleses, os alemães fizeram isso aqui.
Quando que vocês vieram em...? Meu pai.
Seu pai veio em que ano? Meu pai já veio perto de trinta e cinco para cá.
E veio todo mundo junto?
Veio todo mundo junto.

O que é que aconteceu? muito mais tarde que isso para cá. o que que eu ia fazer? numa cidade daquela, sem ter recursos para viver? Ele tinha que ele tinha que se virar, né? Como nós todos se viramos até hoje. Não tem outro meio.
E ele veio para cá e ele fazia o que na ferrovia? Ele era escultor. Mas na ferrovia ele ele trabalhou como?
Era braçal.
Era braçal.
Como todos os outros que vieram E ele fazia o que os outros mandavam. Trabalhou como operário. Você sabe quantas quantas pessoas morreram aqui nessa estrada de ferro?
Quantas pessoas?
Morreram mais de mais de três mil pessoas só.

Veio para trabalhar aqui nessa estrada.

Foi dia vinte e seis de maio que você chegou aqui

Seu pai já veio para cá contratado para... Contratado, eu eu suponho que ele veio contratado, porque naquele tempo a miséria era grande, né, não era todo mundo Eu acho que ele pegou o o barco, eu entendo assim, por causa do soldado da borracha. Só podia ser, porque soldado da borracha é de trinta E ia lá e eu já estava já estava com meus doze a treze anos para vir para cá.

Então, eu acho que meu pai, opa, teve muita atitude, tudo bem, se preocupa não em procurar

E aí vocês vieram para cá e passaram a morar onde aqui?

Ah, você veio para morar no quartel.

Tem.
Lá atrás é a primeira delegacia que tem. Lá adiante tem o quartel da Polícia Militar É velho aquilo acolá Chama-se a Candelária.
Ah, antes era um hotel, vocês vieram para ficar num hotel.

Daí, podia botar pé no chão de a pé.

A vida é essa, você tem que se acostumar com o lado bom e o lado ruim. Mas o que mais te chamou a atenção? Dinheiro. E a falta do mar, por exemplo?
Não, você você tem que se controlar com isso, ansiedade. Tem que controlar a sua ansiedade, porque senão você não leva uma vida melhor.

Então você tem que procurar outro meio de vida para manter a, o seu prazer mais tarde por ali, se você acha que é bom.
E aqui você trabalhou com o quê?

Trabalhei em garimpo. Quando você chegou, você já foi para o garimpo? Não, fomos abrir essa estrada. Você trabalhou abrindo estrada? Ah, fomos abrir essa estrada. Conta para gente como é que era isso, essa estrada

de Brasília. Então, o que é que acontecia?

Desses trezentos e cinquenta homens que vieram para cá, a maior parte ficou matou, malária matou. Cobra comeu, onça comeu. Desse jeito. E vocês iam... Iam todo o tempo trabalhando, derrubando pau de motosserra, vocês iam empinando, machado, todo o tempo, trabalhando, é. Aqui tem muitos ainda desse tempo, muito tempo. Aqui do do aqui do lado do Madeirão, do lado de lá, tem bem uns três Tem uns dois ou três poloneses aí dentro. Eu não quero nem ir para o canto e sair daí.
Na ferrovia o senhor não chegou a trabalhar com seu pai? Não, não. Não, não. E seu pai trabalhou na ferrovia quanto tempo?
Rapaz, eu não tenho uma ideia de quanto tempo meu pai trabalhou ali.

E eu não me lembro se ele arranjou alguma coisa para levar ou não.

Ele faleceu aqui? Foi para lá, foi lá para lá e morreu.
Mas ele morreu por causa de malária?
Não, acho que foi a idade dele também, rapaz. Para você ver, eu sou o mais novo, já estou com setenta e
cinco O senhor foi embora de casa cedo, depois que o senhor foi morar sozinho?
Não, não, não, porque a minha vida, eu vinha com uma família e já estava com trinta e poucos anos.
Você que morou com a sua família?
Só essa, a minha família que eu tive na vida, só essa.

minha mãe foi embora para lá embora para lá com ele

Eu eu preciso entender, espera aí.

Ah, então sua mãe e seu pai voltaram. Foi...
Voltaram e nós ficamos aqui. Tanto que estamos morando até hoje aqui, porque ele arrumou a família e eu.
Vocês ficaram conseguiu família?
Ficaram e eu tenho família. Você está vendo aí, meu irmão também tem. Eu disse para o meu irmão, assim, Meu irmão é o seguinte. O que que você prefere?

Eu prefiro estar aqui com o dinheiro, então você me acompanhar. A expressão foi essa.

Porque todos os dias se mata bandido, né?

Aqueles bandidos que são jovens e não caem no mundo da droga é porque não querem trabalhar. Acha que a droga é um futuro melhor para eles. E no entanto, no outro dia estão mortos, né?
E aqui vocês estavam com dinheiro porque você trabalhou na estrada?
Tinha que trabalhar, meu pai sempre foi um cara que trabalhou, ensinou nós a trabalhar. Sabe? eu... Eu também tenho... Eu tive a atitude de não viver as custas dos meus pais mais. Quando eu tomei gosto com o trabalho, eu não queria mais saber do do do dinheiro do meu pai, porque eu sabia que ele teve o trabalho de colocar nós no mundo, então nós já tinha que ter responsabilidade para nós mesmos.
E aí o seu primeiro trabalho foi abrindo estrada? Foi
Foi trabalhando aqui. Eu já

Daqui, daquele tempo, não tinha estrada, não tinha esta estrada aqui não, tinha essa aqui não.

Aqui era do mesmo jeito, aham. Aqui subia de, era não sei quantos para subir esse rio aqui.
E aí você se candidatou para trabalhar abrindo meu pai
ele era um cara que tinha profissão, mas ele era desse que não queria estar duro de jeito nenhum, ele mexia com tudo. Porque a coisa triste é você querer ver, querer ganhar dinheiro e não ter oportunidade para ele. Eu sempre fui assim. Eu acho que O pouco que eu tenho aqui foi meu suor. Sempre foi assim.

Vamos falar agora um pouco dos seus trabalhos.

Trabalhei abrindo estrada. E qual era a vocês Vocês ficavam todos os dias cortando. Conta para gente como é que era.
No começo era assim, cada qual pegava o seu lote de trabalho. Você pegava um quilômetro, dois quilômetros de mato para derrubar. Você derrubava as laterais e no centro da estrada você tinha que arrancar. Passava dois, três dias num pau daqui, tinha que tombar. Acaba daqui você roletar ainda de machado.
E é só você de corpo e o machado?
E o machado. Mais nada. Três homens ali para botar para valer. Borrachudo, carapanã, onça, índio, tudo tinha no meio do caminho.
O senhor encontrou índio?

E foi Ainda está com... em setenta e oito, ainda ajudei a amassar índio aqui dentro. aqui.

E o senhor trabalhou quantos anos na estrada? Abrindo estrada,
Foi questão de um ano e pouco, até Porque é o seguinte, você pegava doze quilômetros, quando terminava você pulava para frente um dia de viagem para pegar outro lá na frente.

Porque a mercadoria era carregada no lombo. Burro não podia andar, porque ele vinha pau. Você carregava no tal jamaxim, sabe? Fazia jamaxim. nas costas. você tinha que voltar para pegar já aquele armazém armado para cá um pouco. E assim se acabou essa estrada

O que aconteceu nesse trecho?
Muita lama, muito buritizal
Buriti é o quê?

Tem no Pará, tem no Mato Grosso, Goiás.
E depois desse ano e meio, você foi para onde? Fiquei aqui.

Trabalhou no garimpo depois?

Me conta o primeiro garimpo que você foi O senhor já trabalhava com

Alguém te indicou? Como é que você chegou lá?
O garimpo lá, cada cada tipo de de de de garimpo tem uma especialidade que você tem que ir procurar trabalhar Pega a norma então você trabalha na caixa e trabalha na O ouro você trabalha Chamam-se aí, é cuia para você saber o que que vai dar. Se dá uma grama, se dá duas gramas, três gramas.

Só o ouro mais fácil de trabalhar é o madeirão aí. Que aí tinha vinte mil, trinta mil homens aí dentro trabalhando.

Vocês foram contratados por uma empresa?
Não, você pegava uma frente de dez por dez, ou de dez de frente ou mais de frente, e você ia e debreava a carta Chegava no cascara, quebrava, montava uma caixa e lavava. Dali você ia secar no sol ou então no forno. E vendia ali, você ia tocar e paradava de novo de pau a pique. Ia desdobrar outro até... Então, explica para mim um procedimento
Vocês chegavam lá e pegavam uma área dez por E qual era a primeira coisa que vocês faziam?
Primeira coisa que a gente tinha que fazer, nós tínhamos que fazer um barraco para dar segurança a nós.

Depois que construiu o barraco... Ia pegar o rancho para nós continuarmos o trabalho.
O rancho, o que que é o rancho?
Era era arroz, feijão, carne seca Eu nunca largava um trinta e oito, bom, então a espingarda
E aí vocês tinham montado
a caça e trabalhava a semana toda.
Como vocês sabiam onde que tinha minério? Pelo
Pelo pelo pelo cascalho

é isso aí Por exemplo, se aqui fosse um cascalho, você cuiava e sabia que tipo de minério tinha.
E era onde tinha água? era
Era, mas não pode trabalhar sem água. Minério nenhum você pode trabalhar.

Então vocês trabalhavam na beira do rio

Na beira do
Vocês cavavam?
Cavavam, tinha que cavar.
Ah, então é isso que eu quero saber, explica para mim, tem que cavar Depois que instalou o barraco, vocês começavam a cavar?
Porque tem tem cascalho que é E tem cascalho que você tem que chegar nele com quatro ou cinco metros de fundura. Três metros de fundura, quatro metros de fundura, três metros é assim

cinco metros, é

Então cavava até achar água? Até, dar no cascalho. Quando dava no cascalho fazia o que? Tinha que quebrar aquele cascalho, juntar um grupo de seis, quatro homens, ia ver se tinha água, tinha que ter um balde para bater a água. Um ficava batendo água enquanto um está quebrando, o outro está montando para jogar em cima do terreiro. Terreiro é um lugar que nesse aqui para poder lavar depois.
ele joga todo aquele cascalho quebrado
emparedado, todo emparedado, para depois remover aquela terra para trás.
Me explica o emparedado, eu não entendi.
O emparedado é tipo, você bota assim, vamos dizer, você bota essas duas das portas, uma colada na outra, com três paus. Aí você pode jogar a terra. E nós cortava o galho desses paus assim, que tinha a forquilha, para não deixar ela ceder.
Isso para manter o buraco aberto?
Para manter ele seguro, para não ceder de jeito nenhum.
Então agora a gente já está com o buraco aberto, seguro, tirou todo o material, faz o que?
Aí devolve a terra para dentro de novo, já lavou, devolve a outra terra para dentro.
Ah, fecha o buraco de novo. Fecha o buraco de novo com a outra terra. E aquele material <coughs> que tirou você vai fazer o que? secar e vender. Mas você tira barro, tira um monte de coisa junto.
Não, tira, não na caixa. Na na caixa já sai limpo Já sai limpo da caixa, já sai limpo, dali você vai lavar, la lavou, sai limpo, você vai secar e ensacar e vender. Pega o cascalho E de um buraco vocês tiravam quanto? Depende. Depende do cascalho, por exemplo. Um quilo e quatrocentos

Não tem, não tem... Em todo lugar que vocês iam, tinha, achava sempre cascalho?
Sempre cascalho, mas tem uma variedade de de, de cascalho e de produtividade também.
E tinha que saber quem escolheu o lugar? Falava, aqui , tem aqui, vamos cavar
através de uma cunha dessa, você sabe.
Através da cunha
Você pega um cascalho daqui, bota na cunha e vai lá, você sabe o que tem Na superfície, é, já dá para... É, já dá para cuidar, porque tem cascalho dessa altura Eu quebrei cascalho aqui
Mas aí a quantidade é menor, né? É.
Não, é porque às vezes é o seguinte, você pinta em cima e você não quer perder, não quer estar com separação de cascalho. Você quebra tudo e manda para lavar. Você aproveitar

Caixa e bateia. Essa era a divisão, caixa e bateia?
Caixa e bateia. Você trabalha com a caixa e trabalha com a bateia, se você quiser.

A bateia, explica para mim a bateia.
A bateia é meio que uma cuia, você tem ali dentro.
Depois você mostra, então Era para poder separar o material? É,
Com essa você, com com aquela bateia você separa ela
E quando vocês estavam com a cassiterita na mão, vocês vendiam para quem?
Para os patrões, que é cheio de patrões lá dentro, a
Ah, então eles apareciam lá, apareciam
estou pagando E eles iam de avião para lá? Hoje, hoje Carro, carro. Tudo de carro. Cruzava aqui o madeiro, cruzava a balsa para o lado de lá, pegava o caminhão e ia ia bater lá, eu tinha quinze quilômetros da beira do rio lá no garimpo. É, eu cansei de fazer só pé, rapaz, aí. Entendido?
E você não tinha família nessa época?

Era só você sozinho.

E para morar vocês ficavam no rancho que vocês ficava
Ficava ali, porque eu já trabalhei em garimpo, com essa mulher queandava comigo, no. Lá a casa era feita de pachibão. Ela morava debaixo, ficava um buraco cinco por quatro, E em cima era forrada de pachibão por causa de bala, está certo. Olha, isso tudo é marca , ó. Isso aqui, com arame farpado, eu correndo com dois revólveres na mão, me cortou.
Fugindo de...
De bala.
E por que eles te perse
Não, não é me perseguir, é porque tinha muito homem e muita droga.
Aí vocês brigavam para ver
Eles brigavam, né? E a gente não queria estar no meio, tinha que correr fora daquilo, se você não morria.

Aí mata aqui, corta, ensaca, joga ali. Tu quer saber de uma coisa? Amanhã de manhã, se tu não for, tu desce aqui nesse posto aqui, tu vai ver. aí.
E essa violência é porque vinha muito homem para cá?
Na época do minério já veio muita gente Vinha muita gente para cá, sabe, que era para matar, para roubar, para vender droga. Para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Hoje vale a uma cabeça de uma pessoa aqui vinte conto, trinta.

solta, é solta

Mas eles consomem droga por diversão, para poder trabalhar melhor?
Eu acho que eles consumem droga, acho que era um vício, né? Porque eu eu eu acho que para mim, que é o seguinte, ,por exemplo, de fumar droga, ele não está pensando na vida, no futuro melhor dele, não. Ele está pensando em fazer mal aos outros. É como o cara que diz assim, fulano bebeu cachaça e e fez bagunça porque ele não soube beber. Ninguém sabe beber. Ninguém sabe beber. Se você tomar uma latinha de cerveja, você já ficou com a futura lata que você vai estar fora do senso Porque uma uma latinha de cerveja, lhe tira o senso. É mesmo que uma dose de cachaça. Você tomou uma dose de cachaça, Logo em seguida, ali uns dez minutos, você quer outra. Depois de você estar com três, quatro doses na cabeça, você é o cara, sabe? Você não quer ser mais fraco, você é o rico, você é o bom da boca, <laughs> você é o bonitão. É esse que é por aí que vai.

Eu conheço o que é garimpo

Fala do garimpo de ouro. Onde que foi o garimpo de ouro?

E aí você foi sozinho ou você também foi em grupo? Não, fui
Não, eu fui só e depois eu formei um grupo e fomos para lá.
Você foi só para lá quando você desco?

É o seguinte, não começo desses garimpo. Você não pode andar com mulher. Por quê? Por exemplo, você pega uma currutela daquela, daquele tempo, você, você vinha com... Porque você tinha mulher, não podia, Se a mulher não quisesse ver, virava a cara para o outro lado e saía dali. O cara que transava com o outro bem aí. Aí nesse banco, o rapaz aqui fora. O cara já não veio transar com mulher aí no meu banco, aí também, uma hora da madrugada.

é desse Nós tocava, nós tocava um... Passamos a tocar um restaurante no garimpo e dia de sábado para domingo o pau quebrava. Era tiroteira, mulher solteira, na bala, apanhava os gritos. E sabe quanto custava uma uma uma relação naquele tempo? custava três três gramas de ouro. Três gramas de ouro? Hoje, Cento e oitenta É... Rapaz... E aí o senhor foi sozinho para lá ? Eu fui e depois... Não, o garimpo já estava descoberto.
Ah, o garimpo já tinha sido descoberto?

mil homens Chegou a trabalhar. E a draga, balsa, era era trabalho manual, motor desse tamanho, tirava, comprava, botou desse novo, acoplava em uma bomba e o pau torava
E era tudo trabalhador como o senhor que achava o ouro e vendia
Tudo vendia na hora aí, que você está mal, está lavando

Eu pago tanto, pesa. Aqui tem comprador de ouro aí no no posto.

Eu tenho cinco gramas. É agora, jogar o dinheiro no teu pé.
Pago tanta grama. Agora explica para para mim como era o garimpo de ouro, como o senhor me explicou da cassiterita, por parte, devagarzinho.
O garimpo de ouro é o seguinte, Ele ele é perigoso. É o segundo garimpo mais perigoso que tem. Primeiro é o diamante. É o mais fácil. Porque se você está banhando em um garimpo de diamante, você bota duas pedras, três pedras de grande volume no bolso e vai embora. Ninguém sabe o que você está levando. E o mais sacrificado é o Porque você não vai botar um quilo de no bolso para vender lá fora, porque ele é muito pesado, né? E o cristal é o seguinte. Você está trabalhando no cristal, o cara joga o cara joga o dinheiro lá no teu pé. Se tu pegar, o cristal já é dele. Não é mais seu. Então tem tudo isso para gente aprender, está certo.
Agora, qual que era a técnica que vocês usavam no de ouro aqui?
É o seguinte, a técnica que nós usávamos era a seguinte. Se você fosse meu sócio, só quem sabia do ouro que eu tinha era você. E eu sabia que você tinha. Por outro lado, nós pensávamos, que dia que tu vai sair? Tal dia. Só quem sabia que no dia que você ia embora era eu. E você sabia o dia, sabe por quê? Para ninguém te esperar no meio do caminho e te matar, e tomar o teu ouro.

Esse madeirão foi muito... Eu conheço aqui muitos matadores que eram desse jeito. Estão todos aqui.

o de cassiterita tinha caixa e o do de... Tinha caixa.
O ouro também tem caixa.
Então vocês cavam no rio?
Cava cava com draga, com balsa, manual.

Nós fazíamos o seguinte, nós descíamos, mergulhávamos, capacete, com com com a maraca aqui desse lado, botava debaixo aqui, com a chupeta, descia até com dez metros, quinze metros de fundura. E lá mandava. Dava dois sinais, três sinais. Ela mandava a força e você fazia só encostar na boca do cascalho e ele estava subindo Era por hora que ele uma hora, duas horas, dava vez para outra. Passava dois dias trabalhando, outro dia ele despescava, ai E aí vinha O che, o dono da ia pesar o ouro na sua frente, dar a tua parte, dar a parte do outro.

Então eles emprestavam os equipamentos?
O equipamento Eles davam, não sei se era vinte por centro ou era quarenta quarenta por E o senhor achou muito ouro? Achei, eu peguei uma putada e me deixaram pobre de novo.
No próprio garimpo o senhor gastou?
Aí

Peguei uma pepita de noventa gramas do Jalupo
noventa gramas era o quê? Era um pedacinho desse tamanho. Era uma pedra grande? É.
É. Amarelinha... Era desse tamanho.
E do garimpo o senhor foi para onde?

Até depois do... Do garimpo eu vim do garimpo eu vim para o mato.
Veio para o mato?

cortar seringa. Aí o senhor foi cortar seringa? Cortar seringa. Mas já não era a época que todo mundo cortava seringa, é
Era, era. Era a época... O o o trabalho da seringa nunca acabou.

É porque o preço caiu. E ninguém se atreve a cortar um quilo de borracha por dois reais. Porque o preço da mercadoria não compete você ir para lá.

Porque nem o Brasil quer comprar borracha, porque não compete. Não vale a pena.

E aí passar para agricultura familiar.

É. O que que acontece? O que que acontece? O pessoal aqui é o seguinte... Não que eu esteja falando mal, porque eu moro na região. Mas o povo aqui não gosta muito de dar o duro, não. O caso deles aqui é o seguinte, você descer na rua, ele te mata, vai tomar o que é teu. Aqui, rapaz, quem conhece aqui sou eu.

A Colômbia Só Venezuela. Conta essa história para a gente.
Porque quando nós tínhamos dinheiro, eu era solteiro e eu tinha dinheirinho, dava para manter a nossa viagem Eu já levava o meu grupo de dois, né? Era eu, mais dois, comigo três. Todos eles tinham dinheiro.

Pelo menos uma, porque eles não dão. Tem que entrar pelo Caminho do Boi, como eles chamam.

Campo de pouso? É. É, para poder descer a mercadoria. Nós ajudávamos os índios e os índios vigiavam nós. Mas tem aquela coisa, onde tem muita ganância, não dá certo. Não dá certo. E esses colegas meus disseram assim, vamos embora para frente, bora deixar isso aqui, porque lá o exército estava estava bombardeando os campos, para tampar os buracos que nós tínhamos abertos, né?

Lá tem um garimpo bom, lá... Lá você vê a pepita de ouro em cima. Mentira, fomos cair na mão das Farc Pegaram nós lá.

Fomos, caímos na mão das Farc. Lá você viajava e viajava dia e noite.
Mas eles?

Eles achavam que nós estávamos invadindo o que era deles.
Vocês estavam de estavam a pé?
a pé.
Era a pé entrando era a pé.
no mato, brabo, igual aqui.

É só se recomendar a Deus e meter a cara no mundo. garimpeiro é desse jeito. Então, quando nós estávamos com três dias lá dentro, nós caímos na mão da Farc. E eles não queriam, de pobre, só gostam de político ou rico. Depois nós estávamos um bom tempo lá e mandaram nós embora.

Como vocês andavam pela mata? Sem mapa, sem nada?

Em qualquer mato que eu meter a cara eu saio, não tenho bússola.
E isso você aprendeu?
Aprendi no mato mesmo.

Lá foi que eu passei passei uns dias perdido

E lá eu fui que aprendi também.

É, rapaz, se eu for contar minha vida para ti, vai ser tempo.

Hoje eu estou quieto porque não posso andar. esse motor parado um bocado de dia, porque eu não posso mexer com ele.

E depois que você voltou das Farc, você foi fazer o quê?
Botaram nós para correr, mandaram nós ir embora.

E eu passei um bocado de tempo matando gato, matando onça. <laughs> Como é que era isso? É, mataram um trinta e oito, assim, e aí vendeu couro. Onça? Onça, gato.
E como é que caça onça?
De noite, de dia, fazia chiqueiro.
O que que é chiqueiro?
Chiqueiro, você faz um chiqueirinho dessa altura, um bando de açaí, né?

Aí você mata o macaco, sai arrastando ele e põe uma isca ali. Ele vem andando doido, você ia sentir que ele ia entrar no chiqueiro. Quando ele bate dentro de você, ela desarma. Outro dia você vai
Ela cai cai

Ela cai.
O senhor enfrentou uma onça?
Olho a olho já? É de noite. não preciso de ninguém não. Matou muita onça? Matei. trinta e oito. Mas se naquele tempo, quando a gente não sabia que era meio ambiente, entra nessas frias, sabe? Eu já fiz muito isso Eu, eu hoje eu fico pensando assim, como como o homem, até que ponto o homem pode ser agressivo à natureza, né? Porque quando você conhece o que é a natureza, você não faz um comércio desse. Você tira a vida. Olha, eu passei matando caça para vender, nunca passei de uma roupa. Isso não é futuro para ninguém.

Aí você foi para Seringa?
Seringal. Aí tinha essa mulher que estava lá desde já... De onde você conheceu essa mulher? Aqui dentro, aqui dentro Conta essa história. Ela tinha sido largada do marido. Ela estava com vinte anos.
Ele morreu, o marido dele? Não.
Não, ela estava com vinte anos.
O marido dela morreu?
O marido dele tinha largado ela fazia uns seis meses. Aí eu não tinha um fio de bigode branco, nada, nada de Aí passamos a se gostar. Aí o meu sogro, esse que morreu, disse assim, vamos cortar, os que querem aprender a cortar seringa, vamos embora, cortar seringa.
Até se conhecer o seu sou, como é que foi isso de passar a se gostar? Vocês namoraram?
Não, é aquela coisa Quando um vai com a cara do outro e está necessitado de do prazer, não precisa muito muito <laughs> arrodeio não, né?

Quando a mulher gosta de você, não precisa você arrodear muito ela não. Ela sabe o que você está precisando. mesma coisa é nós. Nós sabemos quando a mulher está carente. Porque não não vai me dizer que uma mulher não vive carente ela precisa do homem.

E aí o pai dela conheceu o senhor? Aí Como é que foi? Ele gostou do senhor de cara?
Aí... Não,

Aqui dentro é o reflorestamento, porque esses meninos trabalharam lá também. O Camelo chegou e disse, vamos reflorestar vamos reflorestar uma área aqui? Vamos. Mas todo o poder e o recurso era dele. Então eu disse, Carioca, é o seguinte. Nós vamos estamos precisando de você Então nós derrubamos doze quilômetros de frente com o seis de largura. Reflorestamos ele todo, seringa, castanha, ipê, cedro, mognos.
Trabalho de reflorestamento
Tinha aqui, tinha madeireira aqui, empresta, quer dizer, conseguir recurso para nós, que era pagamento, mercadoria à vontade aí, motosserra à vontade. Então, chegou a ocasião de nós terem de vinte homens trabalhando
também? é.
É, aqui dentro também, acima de onde eu morei. Aí eu fui tomando, porque é trabalho, está ganhando dinheiro, não porque eu vou procurar outro meio, né? Porque eu queria uma mulher do meu lado, já tinha. E eu fiquei até hoje aí.
E pera, então, aí, a gente falou de reflorestamento, mas aí o seu sogro também te chamou para trabalhar na seringa. me ajudou. O seu sogro, ele já trabalhava na seringa? peruano ele Filho de peruano. E ele veio para o Brasil por quê?
Não, o pai dele. Ele matou uma mulher lá e veio para o Brasil. O pai dele. Já morreu também. É a avó da minha mulher.

aqui. Rapaz, isso aqui era muito bonito aí dentro, rapaz. Ele tinha gado, tinha muita banana, laranja. sítio Ele trazia de dois, três cargas de motor. Laranja para vender aqui.
Ah, ele fazia comércio também?

E ele era militar?
Não, ele não era nada de militar. Ele era soldado, ele era seringueiro mesmo.
Soldado de borracha.
os filhos aí, fez os filhos aí, aí mesmo nasceram, aí se criaram.
E ele trabalhou com a seringa desde quando ele
Desde quando nasceu. Desde quando nasceu já foi pegando a a beira da roupa do pai dele e estava cortando a seringa.
E você já tinha cortado seringa antes? Nunca. Nunca tinha cortado seringa?

Hoje Desde conheci a seringa. Tanto é que eu ainda tenho aí duas facas de seringa. que eu trabalhava aqui dentro. Porque se a pessoa perguntar para mim, quais são os tipos de seringa que você conhece? Eu digo que eu conheço só três. E só uma produz muito, que é a casca roxa.
Então como é que são as três? Peraí, conta para mim, quais são os tipos de seringa? A casca roxa
é a seringa que mais engrossa e que dá melhor leite. Ela tem a casca roxa. A branca, ela dá muito leite, mas se você arrochar a faca nela, cortar o pau, logo um ano ou dois anos ela está morta. E a e a e a vermelha, que nós chamamos de itaúba, não dá nada. Mal dá para sujar o fundo da tigela.
Não dá nada. Esses são os três tipos de seringa que você conhece?

Não, não, não. Nós plantamos seringas no reflorestamento também, mas foi catado um dos outros. Foi um seringueiro que vendia para o para o Camelo Nós cortávamos nativa. Ali embaixo eu vou te mostrar.

Agora me conta como é que era o processo de plantar seringa.
O processo de plantar seringa era o mesmo processo de você plantar café. Você pegava a semente, né, rachava ela, ralou numa pedra e você colocava dali e colocava no viveiro. Viveiro de trinta metros, coberto com lona preta. E ali você aguava todo dia. Quando ela germinava, aí você tinha que ter o canto para colocar ela. Assim foi o café, foi o cupu, que nós temos muito cupu lá. Você está vendo meu Isso aqui foi depois que eu vim para cá.

Então, esse já produziu, esse já produziu.
E como o senhor aprendeu <coughs> como plantar cada uma delas? Com eles. Com eles mesmo? É. É. Tinha técnico. Só isso. Então, vamos voltar E aí as seringas tinham três tipos, e quais eram os tipos de cortes?

Explica para mim cada um, como é que é? Quebra barranco. Tinha a cara de gato. Cara de gato é o seguinte. Vamos dizer que isso aqui seja madeira, pera aí, só um minutinho. Você puxa ela assim, ó. Puxa para cá. Isso aqui é um cara de gato. Peraí É isso aqui. O cara de gato é isso aqui. Você puxa ela aqui. E o quebra-barranco, a bandeira, você só corta de um lado.

de vinte e cinco a que você embute. É esse que é o negócio, está certo E tem a a a o o quebra-barrão que é o quebra-costela do gato, sabe? Você puxa lá embaixo. Mas isso força muito a seringueira. É melhor você trabalhar, produzir pouco, que amanhã se você puxar pela seringueira com pouco tempo ela está morta. Você puxa o leite dela todinho. E você quer ver puxar? Você tempera uma faca dessa no óleo, óleo diesel. coisa? Você puxa.

E tem um monte de tipo de faca ou é um tipo só?
É um tipo só. Seringa não tem vários tipos de, é um tipo só. Na mesma seringa tem raspadeira, você raspa ela. Tem aí, tem duas aí.
E aí depois você raspou ou é só extrair?
Extrair, você corta, por exemplo... Ela começa a jorrar. é na na firmeza, quer ver o nós temos? Nós temos uma de porta com cento e oitenta madeira, que é do lado esquerdo, tem um da direita, que dá oitenta madeira, tem a da frente, que é a a do pequi, e tem uma de baixo, que ela dá trezentos e poucas madeiras. Nós cortava, entrava, mais ou menos, seis horas. Na boca da estrada, para cortar, quando era mais ou menos umas duas horas, estava fechando o corte. Aí, comia um pouquinho, voltava para recolher o leite.
E ficava até que horas depois que voltava? Aí
Aí voltava no dia, chegava em casa, despejava no balde e fazia pé de borracha, ia tomar banho, <coughs> e aí batia a mão na espingarda, a lanterna ia procurar comida, para está no pé do serviço do outro dia, pera aí, depois
Peraí, depois que você extraiu a borracha, você disse que fazia o que com ela?
Depois que nós chegava com o leite em casa, nós ia defumar. Como é que é o... Defumar é um grande assim, e lá embaixo tem um buraco. Então você faz o fogo lá embaixo, aquela fumaça, você solta o caroço lá dentro, aquela fumaça sobe quente e coagula o leite. Daqui a pouco você dá uma passada na mão para não ficar muito folgado. E aí o material fica mais... Fica, dali dali não tem mais perigo não. Depois que você tira, acaba de...de... O processo de coagulação, você tira ela dali, mete na prancha para bulhar ela. E até o dia o serviço é esse. vender? Não, depois você vai fazer uma pedra de borracha, com três dias, dependendo da da sua estrada, você faz cem quilos por semana, depois
Depois que ela coagulou, você faz outra?
Deixa ela deixa ela amadurecer um pouquinho, para não quebrar muito, porque ela tem água, sabe? Aí o cara que vai comprar sempre está e para poder vender Eu estava atrás de matar um um bicho e a espingarda disparou na minha mão, ó. Disparou bem aqui. Isso aqui é chumbo, ó. É chumbo. Eu tenho seis balas de chumbo aqui, ó. Passei dois meses, três meses no hospital.
Por causa de tiro? É de tiro

a vida é sofrida. E o seu sogro e sua sogra trabalhavam na seringa? Todos trabalhavam em seringa.
Mulher também trabalhava na seringa? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Menino desse tamanho, quando estava desse tamanho, ia para estrada juntar coco, cavaco, para defumar o látex. livros tudo isso
A vida sofrida. E você disse para mim que iam atrás de comida depois.
Chegava essa hora, tomava um banho,, comia qualquer coisa, pegava lanterna, espingarda, ó, espingarda, cartucho, zagaia e caía no mundo na canoa. Chegava aí às dez horas, onze horas da noite com uma paca, duas. Ia pelar para fazer de manhã comida para levar para estrada.
E sempre indo para estrada de manhã e voltando à noite?
Quando tinha comida, a gente não ia, né? Ia descansar. Quando tinha, o processo era esse. A vida de seringueiro, rapaz, é uma vida sofrida. Como todos eles, mas temos serviços que é na sombra, né? Moibinha, hoje é computador, é tudo mais fácil, tem internet. Mas a vida do seringueiro sempre foi sofrida. Eu acho que o seringueiro deveria ter, deveria ser bem recompensado. Porque logo ele produz um produto muito importante para para a indústria, que é a borracha, é. E esse homem, eu acho que ele deveria ser mais valorizado.

Conta o que que é isso.

Eu tirei noventa e seis, noventa e oito com o presidente dela, depois eu fui a mil mil. Eu trouxe uma série de coisas para ir, mas entrou outro cara como presidente e achou que era dono dela, estragou tudo. E a cooperativa, antes antes ela foi criada e não era fantasma, porque o cara tratava de trabalhar corretamente. E depois, deram, fizeram uma uma falcatrua aí e ela foi à falência.

Ela é extrativista.
A ideia do senhor é criar uma entidade... É essa aqui. É essa aqui, ó.
É essa aqui, ó. Te mostro agorinha.

do cartãozinho preto, né?

É essa aqui, ó.

Então, aqui é uma reserva? É. Porque vocês reflorestaram e passou a ser reserva? É. reserva. E é reconhecido pelo i ba ma? é
É, tudo, tudo. Está aí o cê ene pê jota Nós vamos ver se esse mês, agora, dá para gente levantá-la. Porque tem um recurso através da Canindé. Para gente levantá-la e... e... ter essa para trabalhar. Porque sem trabalho ninguém pode ter uma vida saudável, né
E como ele teve a ideia de de fazer?
Porque ela já foi fundada. Através dessa daqui, que o cara deu o, ele não quis entregar para nós a ata de fundação e a ata de presença. O quê que aconteceu?

Mas como o senhor começou a conhecer tudo isso? Saber de ata, saber de como gerir?
É no meio. Se você está no meio social, E tem esse empreendimento todinho. Lógico que você tem que aprender.
E quando foi a primeira vez que o senhor foi trabalhar como meio social? Foi como presidente lá?

Aqui? É. Noventa e seis. E aí o senhor fez curso?
Como é que o senhor fez? Para me tocar essas coisas é o seguinte. Eu já vivia no meio do extrativismo já há um certo tempo. E aí os caras me ensinavam, eu conversava com eles, olha, Carioca, o negócio que trabalha dessa maneira, porque o seringueiro é um homem que tem que ter um grande valor, e você tem que valorizar essas pessoas. Pelo contrário, o ser humano é difícil de você trabalhar com ele.

Podia ir dentro, comprava borracha e ia vendo Sabe aonde?

Numa, numa empresa que tem lá que compra borracha Não faliu ainda não. De lá eu trazia o dinheiro. Está aqui, fulano, teu dinheiro

Você viu como é a coisa. Aí o cara foi e disse fiquei como vice-presidente. Tem muito moitinho aqui, tu assume como presidente de novo. Eu assumi. Foi de noventa e oito a dois mil

Não deu certo, porque o cara era muito esperto, é corrupto. Desviou oitenta mil reais.

Tanto é que nós vamos levantar agora, tem um recurso aí de quase dezenove milhões para a gente trabalhar, e E... vamos ver nós trabalhamos com isso. Porque a coisa boa é você trabalhar quando está apoiado, né? Ah, tu esqueceu da... Não, está aqui, ó. Está aqui, ó. Quando você tem apoio de trabalhar com uma grande ou uma pequena e média empresa, se você não tiver apoio, você não faz nada. Porque o que faz você trabalhar bem é você estar atualizado naquilo, ter o conhecimento daquilo e ter a atitude de que, de fato, você vai ter um bom resultado com aquilo. Sem recurso, ninguém faz nada.
Está certo.

Quando você, ou eu, qualquer uma pessoa tem recurso para isso.
E quando o senhor voltou, o senhor estava numa situação... Não, eu tinha recurso só para minha despesa.
Eu ia sair para fora, eu ia de ônibus, fui daqui de ônibus. Eu conheci a minha mulher aqui, saímos daqui para Brasília.

Fomos direto, passamos... Saímos daqui seis horas da da tarde.

Pegamos, fomos direto para para rodoviária Mas é aquela questão, <coughs> dinheiro pouco em cidade grande, quem não tem conhecimento, vai ficar logo. Então eu conheço Brasília, conheço aquele mato, conheço o Coeste, conheço tudo.

E a vida, quanto mais você viaja, Mas você participa das coisas, é lógico que você tem que aprender cada vez mais. Não é com, não é você aprender em roda de amigo. Você está participando, você tem o argumento de dizer o que você sente, o que você quer. É isso que você tem que saber. Nós todos temos que saber disso. Porque não se cria um patrimônio sem um bom planejamento, sem uma atitude viável para aquilo.

Qual o nome da sua mulher?

Quando você teve seu primeiro filho, como é que foi ser pai?
ser pai traz alegria, Você só tem que ter alegria. Só que você não prevê futuro, não é? Se hoje, caso com a menina, ela te ama e você ama ela, mas você não sabe qual é o futuro dali. Aquele amor naquela hora, há poucas horas dali, ou daqui um mês ou dois meses ou um ano, pode se acabar de uma hora para outra. Então você nunca está preparado para dizer o sim ou não. Você está mais preparado para dizer o não.
Há quanto tempo o senhor está está ca junto? quarenta anos. quarenta anos! quarenta anos. Esse sim ou não está durando.
É, sabe por quê? Porque quando a mulher te considera, te respeita, lógico que você vai passar a respeitar ela, né. Porque quando a mulher, por exemplo, eu tenho minha mulher que ela gosta do que é meio tudo limpo, tudo organizado, <coughs> Lógico que eu não vou ter nada que dizer contra ela. Porque ciúme não é gostar, é desconfiança. É você não acreditar que aquela mulher gosta de você. Quando você tem uma mulher que é ciumenta, ela não gosta de você. E a mulher tem isso. Se ela gosta de você, ela pode pegar dez cantadas, ela não te conta nenhuma. Porque no dia que ela levar uma cantada, que ela gostar do cara, ela não te conta. Ela não te conta. Ela vai transar com um cara e é muito mais gostoso que você como marido <laughs> <coughs>
<laughs> Que tristeza.
É, rapaz. A vida ensina tudo isso para gente. E se o cara E se o cara está tentando, por exemplo, aprender a lógica da vida como ela é, ela é desse jeito. É diferente, é muito diferente de você nascer e se criar no patrimônio do seu pai ou da sua mãe. Você ter sua roupinha lavada, sem tudo ali. Mas diferente daquele amor materno ou paterno que você tem ali, ela vai mudar cem por certo. Que você vai passar a ter um amor a uma pessoa que você não conheceu, né. Você não viu de onde nasceu, de onde você foi criado, como não foi. Você vai passar a ter amizade com aquela pessoa que você Você viu ela nascer, você se criou com criou com Você sabe do que ela gosta, do que ela gosta de vestir. Você só vai aprender depois que você se casar com ela. Porque ela vai dizer, eu sou assim assado.
Está certo, né?!

E como é que foi o seu primeiro filho? O senhor não falou se foi uma alegria, mas como é que foi a criação dele? É aquela coisa (tosse com escarro)
Quando você vive num mundo que você acha que está sozinho ou que você tem só um irmão, que você acha que tem que ter outra pessoa ao seu lado para você dizer que é o seu sangue e que aquela pessoa você vai amar, aquela pessoa, um verdadeiro filho, Eu acho que que o amor que você tem em outras pessoas vai sair para você empregar naquilo que verdadeiramente é seu sangue. Você não pode entregar um amor a uma pessoa que não é seu sangue, né? Isso acontece muito de você adotar uma criança, mas você nunca adota aquela criança como verdadeiramente seu filho. Sempre tem uma diferença. Hoje o que se vê é muitas pessoas adotando as crianças, mas com um interesse em outras coisas.

É a bolsa-família. Se não fosse a Bolsa Família, tenho para mim que essas pessoas não atreveriam a jogar filho tanto no mundo assim, não é?

Está certo. É.

Quarenta. Quarenta anos.

A cidade.
descreve essa cidade para mim. Só prestava dali para cá.
E a estrada, e aqui já... Não, não tinha estrada.
Não tinha estrada. Essa estrada aqui, isso aí não tinha.

Passava, era aí, na beira do rio. E tinha... tinha uma parada aqui? Tinha, está aí do outro lado. Passava muita gente por aqui?

Transportava muita car? era cheio de trem de borracha, carregado de borracha. É, tem um colega meu que mora lá perto da caixa. É, estava mais ou menos uns quarenta e dois anos por aí assim que ela fechou. Sabe por que ela fechou? Por que ela fechou?

a produção de borracha caiu, e o o valor dela também caiu.

Mas ir lá, porque é isso. Porque a Bonifá está bem perto. É só pegar, cruzar o rio, está dentro da avenida para lá. Porque você pode produzir hoje uma borracha aqui, ter quatro, cinco, seis toneladas, pode vender em Guajará. É preciso você ter, tem que ver como é que está o preço da borracha lá. Se ela é viável para você deixar ela lá, contabilizando o preço da da da do quilo até chegar lá, a a o combustível que você gastaram, para ver se vai sobrar, o que é que vai sobrar. Tanto é que muita gente de vez toma na na canela porque não tem um bom planejamento. Bem que você compra comprar uma casa e cheia de mercadorias, você não tem um não tem planejamento para aquilo. Você não ter uma consultoria para aquilo. É isso que Porque sem uma consultoria, ninguém é nada, está certo.

A vida era essa mesmo que é hoje, tinha muita gente.
Tinha muita gente?
Eu chegava aqui, passava uma semana aqui, do outro dia estava no barco subindo aí.
Ah, era um lugar de passagem, as pessoas não moravam aqui? É... E tinha muita casa? Tinha. Quarenta anos atrás já tinha gente aqui?
Tinha gente aqui, mas a parte toda era seringueiro.
Era tudo seringueiro? Isso. Seringueiro.

Tinha pescador, tinha... Tinha pescador, seringueiro, javacó tinha aí.
O que que mudou de quarenta anos para cá?
Mudou porque já houve mais nova estrada, o povo se conscientizou mais no que era, o que era, o significado de uma reserva. E o que devia devia hoje está conservado. Hoje sempre foi assim, mas acontece que quando você é pobre, que que compreende isso, o que é para você preservar a natureza, para você hoje tira, mas daqui a uns meses tem de novo, isso é muito bom. Quando não é, isso é destruição. E aquilo não te leva a lugar nenhum. Por outro lado, é o seguinte, como é que você vai encher a sua barriga, se aquele produto que você produziu não tem valor? Você tem que optar por outra produção.

Para poder viver.
Para poder viver. Hoje você veja o mercado desse aí, é cinco reais um litro de de coca. Tá. Por quê?

Veja bem como é a história.

Porque o povo vieram de fora trabalhar na hidroelétrica.
Vieram muita gente?
É. Aí tem umas trinta mil pessoas aí dentro.
E essa quantidade de gente mudou muito a vida da cidade? Mu
Mudou porque, por exemplo, se o cara tinha um pequeno comércio, ele aumentou. E hoje cheio de comércio para todo canto, mercado para todo canto, drogaria, farmácia, botecozinho de vender bributi, tem demais aí. Isso enquanto a usina está sendo construída? Depois que ela ir embora, acabar, acabou tudo. Vai virar o quê? Vai dar roubo, crime. Ó, dia de sábado aí, você pode pegar da rodoviária do lado de cá, está uma camada de macho ali, só dormindo em cima de lona, em cima de papelão. O que é aquilo? Pegou o dinheiro, em vez de se, guardar um pouco, mandar para a família, não, enche a cara na cerveja e tudo, aí acaba. No outro dia, está pedindo um prato de comida para os outros. O jogo é esse.
E o que vai vai trazer a construção da barragem? O que é que muda na sua vida?
Para mim, para mim, muda muito pouco. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu fosse um jovem, eu já saberia que eu ia dar meus pulos para o outro canto. Mas como eu estou aposentado, me considero sossegado.
Então se o senhor fosse jovem, você ia ir embora?
Eu ia ir embora, porque qual era o trabalho que ia ter aqui? Não mais. Não mais, acabou. Primeiro esse rio aqui, esse rio aqui vai ser... Vai ser... Vai ser...Qual rio? O rio que vai ser aqui vai alagar até um certo ponto. Isso aqui vai alagar. A casa do senhor vai se alagar? Vai. Esse trecho aqui Esse aqui é um posto. O pedral vem da curada para cá. Isso vai se acabar. Essa beira de rio aí vai se acabar. Minha sogra mesmo, já foi vendida a parte dela. Essa beira de rio todinha vai sair.

Porque aí você não vai ter meio de vida. Pega o quê? Você vai comer o quê? Terra que vai ser muito difícil você pegar uma ponta de terra para trabalhar.

Hoje os índios não deixam mais você pescar lá dentro, nem caçar lá dentro.
Mas já teve contato com esses índios?
amansar ajudou a amansar esses índios aí. Como é que é isso de amansar isso? Amansar é o seguinte, é mesmo que você botar um cara na cadeia, que ele estuprou uma menina, ele vai apanhar. Até ele explicar por que ele fez aquilo. Por que que fez aquilo? fazer aquilo? É a mesma coisa de você amansar um índio que ele é brabo. Ele não sabe qual é a palavra civilidade , civilização, ele não sabe. Para ele está tudo bom. Tanto faz ele vestir uma roupa ou não vesti para ele, está bom. Porque ele sabe que tem lá na na guarda, tem um macaco assado para ele, tem um pedaço de porco assado para ele comer, né? Se não tiver, ele vai lá atrás.

E acabou.
Isso com todos os índios aqui da região, Vocês tiveram problema com eles, algum?
Não, nunca tivemos problema com eles, porque é o seguinte, o índio nunca amansa, pequena consideração só.

Não, não, o índio é que nem um civilizado, ele entende das coisas, que entende, sabe? Por que isso? Porque ele quer manter a cultura dele. O índio não chega a se civilizar porque ele quer manter a cultura. Ele quer manter a cultura dele. Que seja preto ou branco, ou roxo ou amargo, ele não quer saber disso. Ele quer saber que vai manter a cultura dele. Qual é a cultura dele? É comer do jeito que ele quer. Vestir do jeito que ele quer. Se pintar do jeito que ele quer. Dormir do jeito que ele quer.
Mas o senhor senhor acha que ele está errado?
Ele está certo porque ele nasceu naquilo. É mesmo que nós aqui. gosta de um tipo de comida, eu gosto de outro tipo. Aqui ele gosta de outro tipo. Você se veste de um tipo, eu me visto de outro. Porque se você está está demonstrando sua cultura, eu mostro a minha. E aqui ele mostra a dele. Então o índio é desse jeito. Eu não sou contra o índio, não. Porque ele está mostrando a sua cultura. Está dentro da sua cultura.
E quando vocês tiveram que amansar,

E nós tivemos que acompanhar ele. Só que eles já estavam bem conhecendo o nosso trabalho. E não mostraram resistência nenhuma para nós. Mas que na aldeia mesmo, lá só teve dois, um índio. Que que pegou o arco e a flecha para flechar

E é meu amigão hoje. O índio é o seguinte, ele sabe de todos os tramoias da gente que a gente pode fazer. Mas acontece que a vez da pessoa, por exemplo, como civilizado, por exemplo, se você cai na no caminho do índio, que ele deixou uma espera para ti, deixou uma vida para ti, você não entender que ele cortar ou quebrar, você está provocando ele para uma briga. Você tem que arrodear. Está certo. É a mesma coisa, se eu deixo um objeto no canto e chega um filho seu ou um colega seu Pô, quem foi que mexeu aqui? Pô, mas eu deixei aqui, quem foi que mexeu? Você já não gostou, não foi? Não gostou porque você deixou ali, você achar ali. Assim, a vida do índio é desse jeito. Ele mantém a cultura dele e ele merece respeito por isso.
O senhor pode me contar mais uma coisa. O senhor já é avô? Já.

Como é que foi ser avô? Ser avô
É a mesma coisa de você ser pai. Alegria é a mesma. Porque você sabe que você botou um ser humano e aquele ser humano botou outro.

E como você, você interage com seus netos, com sua neta? Eu trato meus netos
Eu trato meus netos como eu trato meus filhos. Porque se você acha que você é um pai e não deu um bom tratamento para o filho, você não pode dar um bom tratamento para o neto. Porque você vai desgostar seu neto. E vai desconsiderar ele para um filho do seu filho, é isso.

A gente está chegando agora já no final. Eu queria perguntar, o que você acha que vai ser de Você acha que vai alagar tudo? Você acha que não vai?
Vai ser preciso um bom planejamento. Não é nosso, das empresas. Nós para um lado e as empresas para o outro. Porque se nós não nos unirmos para dizer o que nós queremos, a empresa não vai olhar para o teu lado.

Indenizou três. E os outros ficaram roendo a beirada do rio, nunca tiveram direito a nada. E esse aqui não vai ser diferente, não. Aquele que botar o vinte milímetros de ignorância para fora, aquele está perdido. E dão se quiser. E se e se contratar um advogado para mover essas ações judiciais a favor deles, pior é. Porque paga o advogado, mas não te pagam. Pronto <laughs>
A verdade é essa. E o senhor vai fazer o quê daqui para frente?
Daqui para frente, se eles me indenizarem, eu procuro outro meio. Se não, você vai fazer o quê?

Eu já estou aposentado, pelo menos minha comida é sagrada <laughs>
Está certo <laughs> Isso é verdade.

Tome água. Não, pode... <laughs> Vou te perguntar, você tem algum sonho por realizar? Tem alguma coisa que o senhor ainda não fez, que o senhor quer, que você fala assim, eu quero realizar isso?
O primeiro, o primeiro sonho que eu tive, quando eu me entendi, é de ser feliz.

Segundo, de arranjar mulher e ser feliz. Eu sou. Terceiro, de ter meus netos e ser feliz. Eu tenho meus netos muito felizes.
Então, apesar de tudo os intempéries, o senhor chegou lá.
A vida empurra a gente para o lado bom e o lado ruim. Segue aquele que quer, porque Deus deixou. Dois caminhos, não foi Céu, inferno e purgatório. Qual é o que você segue?

Por que você acha que é o céu? Porque tem um protetor, né? Sim... Protetor Um protetor do bem e os outros tem um protetor do mal. Ninguém quer o mal, vamos opinar pelo lado bom.
Agora a minha última pergunta para o senhor, sr.

Por que o senhor acha que é importante registrar a sua história?
Porque ela leva uma uma cultura mais para frente, né? Primeiro de tudo, porque vocês não tinham esse conhecimento lá fora. E se tem, não era viável para para uma estrutura que vocês estavam procurando. Porque uma estrutura que você, por exemplo, narra ela, que não tem futuro nenhum, cinquenta por cento é verdade, cinquenta por cento é mentira, não vale a pena você elaborar aquilo. Então é mais fácil você levar custos para elaborar uma entrevista viável, e que você vai levar anos para narrar mentira.
E como você se sentiu de lembrar de toda essa história?
Super feliz, porque quando você está vivo, deve agradecer a Deus, e quando você tem, por exemplo, um argumento participativo, educativo, e você tem vista, para ver, olhar os seus companheiros ou companheiras, que te abraçam, e vê que você é uma pessoa humilde, você tem que abraçar aquilo. Que a arma do homem é a humildade dele. Não tem outro, canto.

Então a gente vai encerrar aqui... Ah, foi um prazer. A casa está às ordens estão aqui.